Boa tarde.
Para começar, eu queria que você dissesse o seu nome completo, o local e a data de seu nasci

O nome completo eu não consigo me recordar, que eu não conheci.
Eles nasceram no mesmo local que você?
No mesmo lugar.
Qual era a atividade deles?
Olha, que eu saiba, todos lavradores, só com, trabalhavam na terra mesmo, não tinha atividade. Meu pai, além de lavrador, ele trabalhou, ainda trabalha nesse ramo de eh, emprei, eh, ele é, como é que eu vou explicar? Ele leva pessoas para as usinas para corte de cana. Ele já cortou cana, já trabalhou muitos anos e depois de um tempo ele passou a trabalhar como encarregado. Ele já selecionava as pessoas e até hoje ele ainda trabalha nesse ramo.

Minha mãe sempre foi dona de casa. Enquanto ele ficava fora, ela ficava cuidando dos filhos. A vida sempre foi assim para ela.

Você Você morou lá na na Chapada do Norte até quantos anos?

Eu nasci lá, não não nasci em hospital, nasci de parteira. Quem fez o meu parto foi o meu avô materno. E depois de sete anos a gente se mudou para uma outra cidade chamada Berilo, tudo perto. Meu pai resolveu comprar um sítio, criar gado e a gente foi morar lá. Morei lá até os quinze. Com quinze eu saí para estudar no interior de São Paulo. Fiquei mais ou menos uns três anos. E só voltava em férias.
Eh, descreve para a gente um pouco assim como era esse lugar onde você nasceu. Então. Quanto tempo você ficou lá, depois o sítio.
Era um povoado, mais precisamente de pessoas parentes. Quase todo mundo era parente de todo mundo, é ainda. Todos os irmãos da minha mãe moram lá. minha avó, que é viva, a única vó que eu tenho do pai, de avós, é a única. Os filhos moram lá. Ela tem mais uns quatro que moram no interior de São Paulo, mas moram todos praticamente nesse povoado. Vivi até os sete anos, assim, me recordo de ter vivido muita coisa De cidade interior mesmo, assim, festas juninas, festas eh de reis, folia de reis, até hoje ainda pude presenciar a folia de reis. Todas as comemorações da Igreja Católica em cidades interior são mais vivas. Então assim, até hoje, se você passar, você vai presenciar que a Semana Santa é com a encenação, com a Via Crucis e tudo. E tem a. Quando eles fazem aquelas peregrinações para pedir alguma coisa, vão até o rio, buscam pedras e levam até um cruzeiro em um, eh como pedido e agradecimentos. E lá eu tive assim, em anos iniciais de escola, presenciei crescimento de algumas coisas, de pessoas que se mudavam e voltavam. A infância foi assim até os sete anos lá. Então, me recordo muita coisa. Eu não conhecia os avós que eu falei, conheci uma bisavó. Me recordo muito de ir na casa dela, de ter pés de laranjeira, dinheiro em guardado embaixo da terra, essas coisas de pessoal do interior. Depois que a gente se mudou, meu avô materno era vivo, ficou um tempo sozinho e foi morar com a gente. E lá eu já estava na terceira ou quarta série, recomecei amizades, mas ti, não tive dificuldade. A gente sempre foi uma família grande, mas os parentes ficaram distantes. Então fomos criados meio longe do tios, avós. E ele foi o único avô que estava com a gente, até morrer. Morreu aos oitenta E meu pai resolveu criar gado. Então, assim, nossa infância era na roça, brincando com gado, eh meu irmão que tirava o leite, a gente tinha que vender o leite, minha mãe fazia requeijão, até hoje faz. Então, assim, não tinha aquela coisa de criança que só brinca ou só vai para a escola. A gente tinha que trabalhar, ajudar a vender, eh mesmo sem querer, ter que entregar tudo o que eles faziam. E meu pai sempre trabalhou muito sozinho, porque minha mãe nunca trabalhou. Então, passava muito tempo fora de casa e a gente ficava mais com a mãe. Então, a presença dele era meio que o coronel chegou, a gente tinha medo. E depois com o tempo foi eh, foi mudando. Somos em sete filhos e a única que nasceu nessa cidade foi a mais nova. No mesmo ano que a gente se mudou ela nasceu lá. E deixa eu ver o que mais eu posso descrever de lá. É tudo muito próximo, então a gente sempre visitava uns parentes, né, que moravam na outra, no vilarejo. e mais em épocas assim de natal, ano novo, festas, que essas festas religiosas são muito importantes no interior e a gente sempre ia, e quando fiz quinze anos chegou a eh, a hora de entrar para o quase ensino médio, aí lá não tinha na época, meu pai viajava muito para o interior de São Paulo onde ele trabalhava e eu fui morar lá com tios para fazer o ensino médio lá, morei três anos lá
Vamos voltar um pouquinho assim a sua infância, né. Como era essa casa que Morava, era zona rural que você
Não, era

Era afastado da cidade, mas não era bem zona rural. Era um povoado onde tinham casas, tinha umas ruas. Não era rua de terra, já tinha paralelepípedos nessa época. Foi fundado assim, de casa em casa. Eu não me recordo dessa parte. Quando eu ainda era criança já era assim. Tinha a igrejinha, tinha uma escolinha de primeira a quarta série, onde eu estudei. Não tinha posto médico, atendimento era uma pessoa que era enfermeira, que atendia urgências. Então, tudo era muito longe, né, eh. Tem um rio muito famoso que tanto banha essa, esse vilarejo como a outra cidade que a gente foi morar, Rio Araçuaí. Às vezes até já passou em algum comentário na tê vê. E era bem pequeno, muito longe de tudo. Então, todo momento assim de doenças, alguma coisa tinha que ir para Então, minha mãe saía muito, deixava muito a gente sozinho, com parentes, porque tinha que levar algum que estava doente. Meu pai não estava presente. E a gente ficava muito, às vezes, com a vó. Aí, a casinha da vó era na zona rural. Então, eu tinha muito medo. Eu nunca gostei de ficar no meio do mato. <laughs> Tudo que o meu pai adora, eu não gos, a gente não curte muito isso. Então, lá tinha noites que eu chorava, porque tinha morcego, tinha barulho de bicho do mato, ouvia-se o barulho do rio. Então, tudo aquilo me assustava. Então, eu não gostava muito de ficar lá. Eu chorava muito para sair logo.
Seu pai tinha um sítio, mas vocês não moravam no
Não, era só para criação de gado e tirar leite. Ele gostava de cu cultivar, plan plantar alguma coisa, mas era cultivo de gado e plantio de pouca coisa, só para consumo mesmo. Plantava feijão, plantava amendoim. De vez em quando, se estivesse faltando capim para o gado, ele tinha o a reserva. Então, assim era, era o prazer dele, ele go, sempre gostou disso. Mas a gente não morou. A gente não chegou a morar. Hoje tem ainda, mas é só para passeio. A gente só vai passar uns domingos, não mora lá. Foi criado assim, nunca foi criado no meio do mato. Fomos criado, povoado depois para uma cidade maior. Então, não foi totalmente na zona rural. Tudo que não se vê hoje. Brincadeira de roda, que a gente tinha que criar versos para um ter que falar mais bonito que o outro. Brincadeira de, na minha época já estava um pouquinho mais avançado, já tinha pera-uva-maçã-salada mista, eh brincadeiras de queimada, eh roubar bandeira, que eu não sei como que aqui em São Paulo se fala hoje, né, que a gente fazia aquela coisa de um para um lado, outro para o outro, tinha que pegar a bandeira. Depois com os, com a época do ensino médio, do ensi, do fundamental, a gente já começou a brincar de vôlei à noite, peteca, mas as brincadeiras eram mais assim educativas, não era coisa como se vê hoje, só para a menina arrumar namoradinho. Era brincadeira de criança mesmo, da zona rural. E até hoje eu sinto falta.
Tinha medo, né, do mato, a gente sabe de muita historinha que tem, né. É. Tem uma que você lembra, alguma
que você. Muitas porque Meu avô deixava a gente com medo Lobisomem, homem do saco, eh Noite de, eh época de quaresma era muito sagrado, a gente não podia falar nenhum nome feio, porque o bicho vem te pegar. Então, eu cresci com muito medo. Esses medos até hoje me atrapalham, assim, em alguns problemas, mo momentos da vida esse medo me atrapalha. Ele contava todas essas essas histórias, meu vô era um ótimo contador de história, e ele contava tudo com muita seriedade, então a gente achava mesmo que aquilo era real. que o nó, quando o homem virava lobisomem, que não sei quem que ele conheceu virou lobisomem, então a gente tinha medo. Eu me lembro de a, de uma cena, eu na porta da minha casa, com aquelas grades além do vi, do vi, do vidro, escondida porque vinha um homem e ele falava, é aquele o homem do saco, e eu me escondia toda vez que o homem passava na rua. Então, assim, tinha muitas histórias, eu não consigo nem lembrar tantas que ele e a minha mãe contavam.
E no caso das festas, você disse que
É ainda, muito viva.
E tem algum fato, alguma coisa que você lembra assim, alguma coisa que aconteceu numa dessas festas que te marcou, que você fala, nossa. Sempre era na semana
na encenação da morte de Cristo, eu não gostava de ver porque eu chorava, porque eles representavam muito bem. todos os soldados romanos e fazia muito bem que parecia que eles iam matar a pessoa e eu chorava muito. Então a minha mãe sempre falava, você não vai assistir. Porque eu achava bonito, mas eu achava que era re, que era verdadeiro, que não era uma representação. Então aquilo sempre me marcava. Apesar da comunidade ser muito pequena, eles preservam muito essas encenações. Semana Santa, essa peregrinação de ir até o rio buscar pedras, eu fiz muito, eu gosto Eu sempre pratiquei, praticava as atividades que tinham, porque eu achava que, mesmo que não fo, não tivesse aquela fé ou não tivesse a maturidade para entender o que significava, eu queria fazer. Então, às vezes, a minha mãe falava, você não vai carregar uma pedra grande, vai uma pequena. Eu ia, eles faziam, eu ia junto, né? Então, assim, a minha infância foi muito boa. Não tive problemas, não fui uma criança rebelde, não fui. uma criança assim avançada. Até os quatorze anos eu brincava de boneca. Tudo que eu posso acho, falar da minha infância é que ela foi muito proveitosa. Eu não tinha sinto Acho que as crianças de hoje não têm o que a gente teve de curtir, de aproveitar, de brincar mesmo. Essas histórias ajudam a fantasiar o mundo. Então a gente via as coisas de outra maneira. Que era como se tudo que eles contavam para a gente fosse acontecer se eu não fosse uma pessoa boa, né? E você vai sofrer isso e aquilo. Então, aquilo ajuda a formar uma certa personalidade. As histórias que o meu vô contava ajudava a formar personalidade.

Meu pai e a minha mãe estudaram só até a quarta série, só que eles têm uma vivência muito boa de convívio. Como meu pai sempre viajou muito, ele tem. Diria que ele, assim, aprendeu muita coisa com a vida. Não são analfabetos. Sabem ler, escrever.

Eh, isso teve alguma influência hoje, hoje você tem uma religião?
Assim, eu não sou praticante, mas a minha religião é católica, porque eu não, até tentei mudar, mas alguns princípios que foram desde criança internalizados eu não consigo perder. Então, eu assistia muito, eu sempre fiz a primeira comunhã Achava tudo muito importante. Depois, se você começa a estudar, principalmente letras, você começa a mudar de opinião sobre religião. Mas, mesmo assim, eu ainda permaneço na religião católica. Acho muito bonita as representações que são feitas. Né Nessa cidade que chama Berilo, que é onde a minha família vive hoje, não tem mais com tanta vivência. A encenação ainda acontece. E todas essas cidadezinhas, esses lugarejo, têm a festa do Santo Padroeiro. Lá tem a festa, mas não é como nas outras pequenininhas próximas, que tem mesmo a festa do santo, com a representação, com missas, com procissões, ainda é vivo. Mudou-se muito, agora mais é shows, eh barracas, mas ainda tem as festas. Então assim, eram marcadas porque quando era criança minha mãe deixava a gente para ir. Porque ela queria, às vezes, ir e não conseguia levar a criança. E eu sempre sabia e não podia ir. Depois que comecei a crescer, minha mãe proibia ir nas festas. Então, assim, levou um certo tempo para a gente começar a ir e aproveitar essas festas. Mas ela, elas tinham mais um lado religioso do que hoje é. Hoje é mais festivo mesmo, mais shows assim, mas ainda tem muito. Eu não consigo me lembrar exatamente o significado e que época do ano eles fazem isso. É uma. Tem um nome, só que eu não consigo me recordar. Como acho que na época da, de Cristo se faziam penitências, são penitências. Então a penitência era pegar uma pedra, trazer do rio até o cruzeiro, que ficava um cruzeiro na frente da igreja. Ali se amontoavam e aquilo era o pedido de chuva. para que chovesse, para que tivesse fartura. Então, era a penitência que eles estavam fazendo para que não faltassem as coisas. Então, eu não sei se hoje ainda faz isso. Mas na minha época, até uns oito anos, nove, era feito.
Então, eu fiz muito com eles. Era, chapada do norte fica no norte de Minas naquela regi
No Vale do Jequitinhonha O vale mais conhecido como da pobreza. Não exatamente como a televisão mostra, não é tão assim. Mas é no Vale do Jequitinhonha. E, na verdade, a minha cidade é Berilo, logo em seguida vem Chapada do Norte, onde nasci de documento, porque eu nasci mesmo em Santa Rita do Araçuaí, que é o povoado onde meu pai viveu até uma, eu tinha sete anos, ele já devia ter uns vinte e oito, mais ou menos. Foi por aí. Não, vinte e oito não, tinha mais, né? É, por aí, vinte e oito anos Nove. Então eh, até essa idade a gente viveu lá. E são tudo muito pertinho uma da outra. Então, por isso que eles ficavam. Tem essa transição de um lugar para o outro. de nascimento está como Chapada do Norte, que tem uma festa padroeira Nossa Senhora do Rosário dos homens preto, de pretos, homens negros, uma coisa assim. E essa festa é muito importante porque ela resgata toda a cultura africana lá. São as baianas representadas, tem o desfile, tem toda a encenação voltada para a, misturou um pouco do candomblé, dos negros, com a Santos Católicos. Teve essa fusão, né? Então eles representam assim. E essa festa tem a cultura, ela permanece exatamente igual, ela não teve alteração. Tem os shows, mas a encenação religiosa é apresentada também.
Você começou a estudar lá nessa cidade Berilo? É, meu
Primário terminei ensino fundamental lá. O ensino médio eu tive que fazer fora porque lá tinha esse problema, não tinha professor. Um dia não tinha, estava naquela transição tirando do científico, antigo científico, magistério, para se tornar ensino, eh acho que agora a gente chama, lá era segundo grau. Então aí estava meio confuso aí meu pai resolveu que eu ia estu, morar no interior de São Paulo para estudar lá. Porque eu sou a filha mais velha, tenho meu irmão, mas as não queria estudar, então eu era mais velha, eu tinha que sair para estudar. E com isso eu fiz o o ensino médio fora.
Veio só você?
Não, aqui em São Paulo tenho mais três irmãs aqui, moram aqui. A mais nova também está mora, estuda e com a minha mãe agora só tem uma. porque os dois homens trabalham com meu pai, no momento eles estão em Goiás. Como eu falei, ele tem agora, além de levar pessoal, ele tem ônibus trabalhando, então por isso que ele fala que é empresário. E aí eles ficam lá mo, o ano inteiro, praticamente lá. Mas ele vai, volta, passa uma temporada, volta para Minas, porque ele gosta da terra, gosta do de cultivar o gado, então ele não quer largar isso. Por nós eles não morariam mais lá, mas ele não larga por nada. Minha mãe até gosta da tranquilidade, do sossego. Não gosta, talvez, assim, da maneira de viver do interior é muito diferente. A sua vida é muito das outras pessoas, não é sua. Mas a e o meu pai, ele gosta do mato mesmo.
Essa escola lá em Berilo quando você
A estudar. A estudar? Uma escola de, tinha até a oitava série. Eu iniciei na, lá eu já estava acho que na terceira série, tive professores assim muito bons que até hoje guardo no coração. Eu falo que a minha professora querida foi a da quarta série. Ela sempre me incentivava muito, eu sempre fui muito avançada. Assim, eu queria saber tudo de à frente, eu não tinha paciência para esperar e eu aprendia com muita facilidade desde pequena. E eu sempre participei dos teatros, da dos desfiles de sete de setembro que tinha, né? O desfile, a gente tinha que colocar o uniforme da escola e desfilar. Eu eu estudei até a oitava série de uniforme de saia de preguinha, blusinha de botão. Assim, então assim, eu eu acho isso muito bom e acho que isso ajudou na formação. Porque hoje eu vejo que o que eles estão na escola já não é o mesmo que a gente tinha. A inocência da escola, aquela coisa de estar descobrindo lá mesmo na, até a oitava série. Hoje na quinta eles já sabem tudo. Então, lá eu participei de atividades da escola, como cultivar legumes e verduras para a própria merenda escolar. A gente tinha que plantar, a gente tinha que regar, era atividade. E muitas brincadeiras, muitos momentos assim de descobertas, de paquerar, logo o primeiro. A primeira paixãozinha de você olhar na escola, a primeira aula de inglês que ninguém esquece, eu saía querendo falar tudo. E professores que até hoje me recordam com bons olhos e que eu também guardo no coração, foram os professores do fundamental para mim.
Ah, eu gosto muito dela.
Assim, ela era muito amorosa, a gente tinha aulas diversificada, que hoje já não tem mais, a gente aprendia a fazer bordados. Na quarta série, a gente tinha que fazer no dia das mães um bordado, ponto cruz, para a mãe. E ela, num dia de, dia das crianças, ela fez umas bolsinhas, eu guardei até muitos anos, não sei mais o que foi feito dela, de ponto cruz e crochê com cada signo de cada aluno. Então, assim, aquilo ficou marcado porque eu guardei anos da minha vida. E toda vez que eu mencionava, eu falava, você foi a professora que eu mais amei.

E mesmo depois que eu mudei, fui morar fora, no interior, já estava bem madura, eu ainda sempre lembrava, falava para minha mãe, é a professora que guardo no coração. Porque ela tinha um jeito especial de falar e como eu era, tinha uma certa timidez, Não timidez para lidar com professores, mas para relacionar. porque eu ficava muito quieta, eu queria saber tudo, e as pessoas às vezes me criticavam. Você fala muito, você pergunta muito, então eu começava a ficar tímida lá na escola. E eu sempre fui vaidosa, desde a quarta série eu ia para a escola toda cheirosa e toda arrumada. Então, assim, e às vezes algumas alunos reclamavam, você passou muito perfume, não sei o que, eu passava do meu pai, da minha mãe, não interessava, eu queria ir arrumada. E ela nunca falou nada, ela sempre elogiava. Você tem que continuar assim como você é. Então, ela foi uma pessoa marcante na minha formação de escola, ela foi.
E você teve algum contato com ela depois, hoje?
Temos, ela visita, ela tem a família dela. Na verdade, nós temos uma raiz de avós, que são primos. Acho que o pai dela era primo do meu vô. Então, a gente tinha uma certa raiz de parentesco, né? Ela mora, a família dela toda mora na mesma cidade e ela vai visitar. Mas não tem mais aquela mesma relação porque a gente cresce, né, vira adulta, aí fica aquela coisa de, ah, professorinha eu vou ficar, mas quando a gente vê a gente se cumprimenta, eu sempre falo com muito carinho, mas não mesmo como era criança. Porque é diferente, para elas ela passou por muitas crianças, então assim, tem para o professor aquelas que elas guardam, não sei se é, eu sou a professora que ela guarda, aluna que ela guarda, né, mas sempre que eu vejo, Com muito carinho, eu gosto de olhar para ela, sempre gostei da pessoa que ela é. Né, e também porque ela sempre falava, nós somos parentes. Então, tinha esse lado também. Porque no interior as pessoas se consideram parente, mesmo que são primos do primo do vô. Então, é tudo aparente para eles.
E você fez muitas amizades lá na sua cidade antes de viajar?
Tinha muitas amizades. Elas se perdem com o tempo, né? Depois que você começa a sair, aí você volta e já não é a mesma coisa, porque eu saí muito nova. Então, a maioria ficou. Sofri muito quando eu chorava muito porque eu queria voltar, porque eu queria as festas, eu queria os amigos. paqueras então eu cho, eu chorava muito aí depois eu comecei a me adaptar porque a minha mãe sempre criou a gente assim para ficar sozinhos mesmo não para ficar dependendo dela então aprendi a me virar muito cedo e aí eu voltava para para conversar com os amigos, sempre quer saber como é a sua vida lá fora, o que que você está fazendo, você gosta. Então, tinha aqueles amigos. E mesmo depois que eu voltava, a gente sempre tinha alguma coisa para conversar. E como é cidade de interior, o pessoal tende a sair muito para morar fora, então, geralmente, também muitos já haviam iniciado isso, começavam a sair. E aí já não estava mais a mesma coisa, aquele monte de amigos que você deixou, aí começa a se perder. Mas por um bom tempo eu voltava para ver os amigos era, passava um mês de férias só na rua, como a minha mãe falava, só na rua assim, eh sentando co, numa casa de um, na casa de outro, festinha aqui, festinha ali, porque a gente tinha que colocar né, as fofocas em dias e curtir o tempo que tinha de férias. Eu saí muito cedo, então para mim aquilo fez falta.
Mais de, da sua escola aqui em São Paulo, no interior, você voltava para. Voltava para lá Para lá, certo. E você lembra

Seu primeiro paquerinha, seu primeiro beijo? Ah, o primeiro amor
sempre é o primeiro beijo, porque o primeiro amor é aquela que você tem onze, doze anos e ele é totalmente platônico, né? Mas o primeiro beijo eu me lembro, eu tinha acho que quase quinze anos já, eu demorei. Foi numa festa junina, na roça mesmo, E era uma pessoa que eu achava bonitinho e eu ficava olhando muito todo dia e ele era da zona rural. E as meninas que eram da cidade sempre tinha que olhar os bonitinhos que tinham na zona rural. Aí eu ficava olhando e nesse dia a gente fez meio que uma combinação. Vamos dar um jeito de você ficar com aquela pessoa. Foi o meu primeiro beijo. Eu não, nunca fui uma pessoa inocente totalmente, porque eu lia muito nas revistas e eu queria saber como era beijar. Então, eu não, acho que ele não percebeu que eu estava beijando pela primeira vez. Ele não percebeu. Não, só depois. <laughs> Ele não ficou sabendo. Porque digamos que eu beijei muito bem, aí ele não percebeu que era a primeira vez. Mas foi na roça, teve essa coisa das festas juninas, por isso que sempre marcava bem.
Quais eram, assim, o tipo de festa que tinha, que vocês viam na sua adolescência lá na sua cidade? Eram
Isso mesmo, festa de padroeiro das cidades, festas juninas, tinham três, quatro, fogueira com roda, cantiga de roda, minha mãe sempre participava das cantigas de roda, porque a infância dela também foi baseada em cantigas de roda, simplesmente paqueras não existiam naquela época, né?
Cantiga de rodas? Ah, eu não
lembrar. Não sei, não consigo. Assim, a minha mãe cantava para a gente algumas coisa, mas eu eu só lembro de uma musiquinha que até hoje ela canta, que chegou a reprisar numa novela, inclusive, que foi passada em Minas, que é ela. <sings> Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. Só lembro que a minha mãe cantava isso o tempo inteiro. E ela falava que essas cantigas elas cantavam em noites de fogueira, seresta, e eu gosto muito disso. quando eu falo que eu sou meio antiquada, porque eu gosto das coisas de antigamente, que tinha eh serenatas, noites de fogueira com, só para conversar, e como essas cantigas aconteciam sempre em volta de uma fogueira. Né. Então, para mim, eu não presenciei tanto, mas de ouvir a minha mãe falar, e um pouquinho na minha infância eu vi algumas coisas, então eu achava muito bonito, E hoje, eu gostaria de ter filhos para viver essa época. Essa coisa de da ingenuidade que tinha. A gente não tinha malícia de saber que ali estava rolando umas paqueras. Então, as paqueras eram troca de olhares e a gente não percebia. Então, para mim, era muito bom. E a, eu não consigo me lembrar o que eles cantavam, eram versos também. A menina jogava um verso, o cara tinha que rebater aquele verso, eram repentes, né? Mas eles já sabiam o que eles iam falar. Então, tinha muita coisa assim, eu não consigo me recordar tanto, era muita.
É, duas perguntas. Primeiro, você falou que você lia muito por isso que você achou que o beijo Primeiro beijo não foi tão inexperiente, que que você lia. Revistinhas, escondido da minha mãe

atrevido, todas as revistinhas que falavam de paqueras, namoros, como era, primeira menstruação, tudo eu procurava ler. Nos livros da escola, me lembro das primeiras aulas de biologia, que mostra o corpo humano, os meninos zoavam muito, porque eu sempre sabia alguma coisa. Eu sempre gostava de saber antes. Então, eu me informava de tudo antes. A minha mãe não comentava Porque na minha, assim, a mãe teve muitos filhos, e ela tinha que cuidar de todo mundo e cuidar da casa. Então, ela não tinha tempo para.. Acho que não tinha certa liberdade para falar comigo, como hoje ela fala e como ela falou com as mais novas, né? Mas eu procurava esconder algumas coisas da minha mãe, eu falava com as amigas. Tinha as amigas para contar essas coisinhas. Então, eu não sei, até hoje eu acho que procuro ler antes. para não fazer o que muitos fazem, que é descobrir primeiro para saber depois, né? Então, no meu primeiro beijo, eu eu sabia, eu vou, eu vou ter que fazer assim porque acho que assim é legal. E tem aquela coisa, você beija uma laranja, ah, e beija a mão. E as meninas falavam, aí você vai saber como é que é. Então, não foi uma coisa assim... esperada, planejada. Aconteceu, mas a gente, eu já sabia como que seria. Não foi no escuro, né? Eu vou lá e vou beijar de qualquer jeito.

Quantos irmãos você tem?

Seis, e o negócio que você falou da festa. Não, da. Que você falou da, ah que você falou que você queria, que você falou que não gostava daquele campo, da vida no campo, né. É.

Sou mais urbana, tanto que eu estou aqui. <laughs> Todo caso você fala que você Gostaria de

Então, assim, na verdade, todo mundo que vem para a cidade grande, eu acho que deseja, quando está mais velho, voltar para o interior. Esse é o desejo. Porque a gente sabe que aqui tra, é para trabalhar, para conquistar alguma coisa, mas para ter uma velhice saudável não serve. Então, eu vejo pelas pessoas que vivem lá. Para quem está lá, está empregado, a vida é perfeita. Eles não se importam de estar longe dos centros comerciais, eh longe do asfalto, porque lá ainda não é asfaltado, mas para eles aquela vida é, é tranquila. E eu não exatamente aquela vida do mato, mas eu gostaria de ter uma tranquilidade de que eles pudessem brincar na rua como eu brinquei. De não sentar na calçada, na calçada, no escuro, às vezes não tinha momento de não ter luz, faltava muita luz, a gente brincava no escuro, então assim, com fogueira, com lampião, e na casa da minha avó não tem luz, até hoje não tem luz, é lampião, então assim, aquilo para mim era mais saudável do que é hoje. Quando eu falo que eu queria ter filhos no interior, eu queria que ele tivesse a inocência que muitos tinham naquela época, que hoje também já não é assim. A televisão deixou as pessoas muito espertas. Então, naquela época, a gente até era proibido de assistir tê vê depois das dez da noite. Ou no nove, dava nove você já não pode mais assistir. E uma coisa que marcou na televisão foi quando passou a novela Roque Santeiro. Eu queria muito assistir. E a minha mãe proibia, porque já tinha algumas cenas picantes naquela época, né? E eu ficava querendo escondi, eh do fingindo que estava dormindo para tentar ouvir a novela. E eles não deixavam. E nessa infância eu tive, nessa ci, nesse lugar, eu também me lembro a pri, a catapora, a primeira, primeira e única, né, catapora. Fiquei muito mal. Também foi o momento que meu avô teve o primeira crise de infarto. Então para mim foi assim, naquele lugar teve momentos marcantes como esse, que ele teve um infarto na época que eu estava com catapora. E eu queria saber, queria ouvir. As crianças eram proibidas de ver as coisas dos adultos. A gente não podia saber o que eles conversavam. E nem se eram doenças ou coisas graves, a gente não ficava sabendo. E quando a minha mãe tinha os filhos, praticamente todos de parto normal em casa, a gente tinha que ficar longe para não ouvir, para não saber o que que acontecia. Eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber, fazia perguntas, e eles se recusavam a me responder. Não, você não pode saber, você é criança. E me lembro muito do meu vô. Meu avô foi uma presença muito forte, porque ele foi, praticamente morreu Depois que a gente, eu já estava morando fora quando ele morreu. Ele morou com a minha mãe, ajudou a criar. Então, assim, ele tinha essa importância de no, no, na personalidade da gente. Ele era curandeiro, sabia fazer muitas rezas. Então, tudo a gente recorria a ele. Uma dor de barriga era o vô. Uma Aí, o meu pai, um gado está passando mal, era ele. Então, assim, teve essa importância dele. Meu vô, até hoje, para o meu pai, era a pessoa mais querida. Era o sogro que ele Ele. Avô materno. Materno. Eu nunca vi o meu pai chorar como ele chorou quando meu vô morreu. Porque a gente achava assim, ah, ele reclama porque meu vô tinha ciúmes da minha mãe. Quando a minha mãe saía, deixava a gente só com ele, ele não gostava, ele tinha ciúmes do meu pai, sair com a minha mãe para as festas e deixar ele em casa. E a minha mãe não teve eh juventude de curtir namorar. Aquele namoro que vai numa casa e já casou. Então, para ela, ela tinha que sair depois de casado. E meu vô tinha ciúmes. Mas o meu pai respeitou ele muito. Respeitava até o momento que ele morreu meu pai chorou muito porque ele falou foi a pessoa de idade que eu nunca imaginei que eu tivesse tanto respeito que ele tivesse me ensinado tanta coisa, e morou com a gente não deu nenhum trabalho para ele, como sogro né, então para ele foi muito importante. Contava as histórias, por ele ser curandeiro ele sempre tinha muitas histórias para contar É isso, faz aquilo, uma história, deu muitas mensagens para que meu pai guardasse, por isso meu pai até tem um certo carinho, guarda até hoje as orações que ele fazia, distribuía essas orações em época de Semana Santa e Quaresma. Então, por isso que o lado religioso da gente é impor, forte, por isso, porque ele sempre fazia isso na época da Quaresma. Então era um um período que a gente não podia brigar, não podia falar palavrões ou qualquer coisa parecida. E ti, e ele jejuava, ele fazia orações antes das refeições. Talvez hoje o que os evangélicos consideram de orações, ele já fazia como católico, né? Então, eu tenho a presença dele muito forte ainda, assim, como referência de vida, assim, como pessoa que, exemplo, que ensinou, que cuidou e ao mesmo tempo que não foi aquela pessoa totalmente eh quadrada, né? Viu a gente crescer, não aceitava algumas coisas, mas não interferia porque. Ele sabia dar as dicas dele de, a opinião dele, sem deixar a gente com raiva. Então, era um vô que foi criado ali, a gente cresceu ao lado dele.

O que que você sentiu? Diferença que você sentiu <sighs>
Então, a mudança ela foi gradativa. Ela não foi de uma vez. Primeiro, eu fui para o interior de São Paulo, para uma cidade pequena. Tinha parentes morando lá. Eu demorei a me adaptar com. As cidades costumam ser parecidas no interior. Mesmo de Minas, com São Paulo, as pessoas têm uma vida bem parecida né. Todo mundo se conhece. Então, tinha facilidade para fazer amizades. Eu comecei a estranhar essa coisa. De o, de onde eu vim, a gente tem rio. A gente ia brincar no rio. Mesmo eu sempre tive medo de água, nunca aprendi a nadar. Eh Minha avó, ela morava na roça e para atravessar para a casa dela era de canoa. Atravessei muito com ela, remando. Então, eu tinha medo da canoa virar. Meu pai nadava de um lado para o outro, mas eu tinha medo de água.

Então, eu não queria nadar. Mas a gente tinha o rio para ir quando desse vontade, para lavar as roupas, porque a minha mãe lavou muita roupa no rio. E aquilo tudo era diferente no interior de São Paulo, quando eu fui. Então, assim, até quando um domingo de calor a gente ia para o rio e lá não tinha aquilo. Os carnavais começaram a acontecer quando eu saí. Começou a acontecer carnaval na beira do rio, aquela coisa de, mais hoje parecida com a Bahia que é meio praia assim, na beira do rio, praça, então eu já estava fora nesse período, então lá eu não, fiquei meio distante nessa época, e no interior eles não tinham essas coisas de mineiro é um povo assim muito festivo tudo é festa e no interior não Pensava mais em trabalhar e as festas ficavam meio de lado. Não tinha festas religiosas, não existiam daquele jeito. Não existia carnaval como lá. E nem as comemorações assim, todas as comemorações que a cidade de Minas costuma fazer, folia de reis, festa de fogueira, não tinha. Então eu comecei a sentir falta, porque eram nessas festinhas que a gente paquerava, conhecia outra pessoa. E lá já era muito direto. Então, aí já não tinha essa referência de ingenuidade. E depois eu fui morar em Belo Horizonte, quando eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho, morei uns quatro meses com uma prima. Aí eu já estava mais, eu não era tão dependente de pai e mãe, já estava praticamente me virando sozinha. Saí mais, aí eu comecei a entender um pouco de cidade grande. Nunca tive medo de morar em cidade grande. Eu sempre gostei da modernidade, por um lado, totalmente paradoxo, gostava ao mesmo tempo do interior, né? Mas eu gostava daquilo e morei um pouco lá. Depois eu mo morei em Franca, no interior de São Paulo também, para fazer faculdade. Fiz um ano, não deu certo. Aí meu pai achou que a culpa era toda minha. Eu quis me aventurar em São Paulo. Vim para trabalhar de doméstica. Não tinha necessidade porque, pelas condições que ele oferecia para a gente, não era necessário aquilo, mas eu não queria ser dependente mais. Eu queria me virar. Aí apareceu a oportunidade para trabalhar como doméstica e eu vim. A minha irmã já estava aqui, a mais nova que eu, trabalhando também como doméstica, porque as pessoas achavam estranho a necessidade que a gente tinha De querer sair e ganhar o próprio dinheiro, enquanto que ele. Da cidade, porque meu pai sempre foi uma referência de que tinha condições, porque criava gado, foi vereador por duas vezes, trabalhava na usina como encarregado, tinha dois carro novo, trocava de carro todo ano, então aquilo parecia assim, ter muito dinheiro, só que a gente foi criado com muita humildade, então para a gente aquilo não tinha esse valor material, A gente queria conquistar, não queria morar no interior para sempre. Essa é a revolta dele, que por ele a gente moraria no interior para sempre. Aí a minha irmã estava aqui e eu vim trabalhar de doméstica. Trabalhei um ano aqui de doméstica. Depois eu fui me virando sozinha, descobrindo outros empregos, procurando. Foi onde eu e, comecei novamente a faculdade. Aí eu já entrei em comunicação. Mas não, não existia enem, fies, aí eu tive que cancelar. Não tinha como estudar porque não tinha condições de pagar Sem trabalhar. A vinda para

Como eu disse, como eu fui para o interior de São Paulo, eu aprendi a me virar sozinha. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu estava com amiga e uma prima. Então, assim, eu não estava sozinha. Estava em casa de pessoas estranhas, eh meio que uma pensão. Mas aquilo para mim era fácil porque eu tive, sempre tive facilidade de relacionamentos. Então, eu fazia amizades muito rápido, eu conseguia eh fazer com que as pessoas se adaptassem a mim também muito fácil. Eu não tive dificuldades. Tinha muitas amigas. E esses amigos vão se perdendo conforme você muda de lugar, né? Até chegar em São Paulo, eu já estava adaptada com cidade grande. Mas, assim, entre aspas, Belo Horizonte não se compara aqui. Mas já era grande. Então, eu não tive aquele impacto de cidade grande. Eu gostava. Eu sempre gostei. Meio da agitação de você poder ter muitas opções é o que eu gosto daqui, até sinto falta quando eu saio, ter essa coisa de, tem opção para tudo, eh tudo que eu quero encontro, eh e aí eu fui buscando a oportunidades né, como eu fiquei um ano de doméstica eu fiquei porque não tinha outro emprego Nunca tinha trabalhado, não tinha como arrumar um emprego melhor. Depois, através de amigas, trabalhei como promotora, demonstradora, até aparecer o emprego de vendedora de rua mesmo, porta a porta. Nesse emprego foi onde eu eh, tive a oportunidade de descobrir a minha habilidade na fala, porque aí eu descobri que eu podia. Me comunicar muito bem na rua vendendo e conseguia me vender muito. Aí eu descobri que eu tinha esse leque para as vendas. E eu costumava dizer que eu era vendedora desde criança. Quando a minha mãe mandava vender o leite, o requeijão, então aí eu já era vendedora. Aí eu aproveitei essa oportunidade para, como experiência, para ver se eu conseguia um emprego melhor. Depois disso que eu comecei a trabalhar em loja, aí fiquei três anos numa loja aqui, já estava morando com a minha irmã sozinha, a gente com, tinha decidido que não ia mais morar com outras pessoas. Mesmo que não desse para viver bem, a gente ia morar sozinha, sem nada do meu pai, nunca queria nada. E ia para lá sempre que dava, nas férias, já cheguei a ficar dois anos sem ir lá, mas sempre que dava a gente estava lá, porque era referência para descansar, para aproveitar um pouquinho, para ver os amigos. E depois que eu fiquei nessa loja três anos eu tive problemas de depressão. Aí o estresse de São Paulo já tinha me afetado. Aquela pessoa alegre, sempre de de bom humor, que eu era desde a infância, mas eu também sempre tinha uma insegurança quando criança, um medo. Então, aí isso começou dar problema. Aí eu tive uma depressão, minha mãe decidiu que eu ia voltar para Minas para descansar e eu passei um ano lá. Estava aqui, passei um ano lá, mas foi um ano assim que eu queria voltar logo para cá. Porque lá, se você não trabalha, se você não é formado, basicamente assim, porque as pessoas se preocupam muito em estudar lá, diferente daqui. Primeiro é o estudo, depois é o trabalho. E aí, enquanto eles não se formavam, não estavam satisfeitos. Então, se você não está aqui e não está estudando, é uma coisa ruim. Eu me senti excluída lá. totalmente excluída, porque todo mundo estava fazendo faculdade. Eu tive a oportunidade e não deu certo. Então, eu tinha que voltar. Aí eu decidi que eu ia voltar para estudar. E a minha mãe tinha medo que eu voltasse para cá e ficasse doente aqui. Eu não vou, vou ficar, eu vou voltar, vou estudar, vou arrumar um emprego que eu consiga fazer uma faculdade. Passei quase um ano assim, tentando achar aquele emprego que eu queria. Esperei uns quatro meses para entrar no emprego que eu falei, agora eu estudo e pago uma faculdade. Aí eu consegui. Quando eu iniciei, eles até falaram que eu sempre, tentei ser determinada, saber o que eu queria. Consegui, tive momentos de falar, vou desistir, não vou dar conta, mas eu fui até o final e já estou terminando.
Você faz faculdade de quê? Letras.

Que te levou a escolher esse
Essa mudança, né? Eu sabia que ia chegar essa pergunta. Eh Na verdade, tem uma amiga que já é professora, minha melhor amiga, ela já é professora há alguns anos. Ela fez o magistério. E na época que eu a conheci, foi quando eu ainda morava em Franca e vim passear aqui.

A irmã dela é casada com uma, um muito amigo meu de Minas, então através disso a gente se conheceu. E com ela a gente viveu assim muitas experiências aqui. Primeiras baladas, escondido da mãe, teve muita coisa. Então a gente se tornou muito amiga. E ela percebia esse meu lado, assim, de falar muito. Nunca tive dificuldade em me comunicar, nunca tive dificuldade em expressar sentimentos, sempre gostei de escrever muito. Aí ela falava, eu acho que você combina com letras, porque você tem essa coisa de falar muito. Ela já era formada em letras. E por eu ter iniciado comunicação social, eu dizia que era o que eu queria. Porque eu adorava aquela coisa de estar gravando, e eu achava, eu queria aquilo, só que eu ainda não tinha condições de pagar. Aí eu falei, então, vou fazer letras para ver como é. No tempo de escola, eu não gostava muito de português. Acho que como todo mundo fala que não gosta. Quando eu comecei, na primeira semana eu já estava fazendo um poemeto. Primeiro semana de aula. Então, para mim foi fácil, porque eu tinha facilidade de escrita, sempre fui muito boa aluna em redação. E tinha facilidade para expor as ideias. Eu nunca tive aquela coisa de não transpor no papel o que você sente. Então, tornou-se fácil para mim. Aí eu fui me adaptando às coisas que eu não gos gostava muito, passei a gostar. Tanto que eu falo que o mérito é dela, porque foi ela que falou, faça letras que você vai se dar bem. Né, na minha formatura, com certeza, ela vai ser a presença importante, porque através dela que percebeu que eu poderia me dar bem como professora. Não, solteiríssima. Não, também. Estou à procura.
profissão, quais são suas expectativas agora que você vai se formar? Então. Que é que você pretende.
Meio complicado essa área, né? A gente sabe que é meio difícil. Eu já estou como eventual. Você fica naquela oportunidade se aparecer uma. Faltar um professor, eu já tenho aula. Se não faltar, eu não tenho. Então, você sabe que não vai receber muito bem. Mas eu estou no meio da escola também porque a minha irmã tem cantina na escola. Então, através disso, eu estou com ela. Então, a eu estou na cantina, eu estou na escola, do mesmo jeito. Então, aquela relação de escola está presente. Aí eu estou lá porque eu necessito de pontuação, eu necessito até aparecer um concurso. Assim funciona a vida do professor. A expectativa era que você quer transformar as coisas. Quando você sai da universidade, você sai com uma cabeça que você quer mudar o mundo. Aí você vai se deparar com situações que vê que aquilo não passa de utopia. Aí quando eu olhava, eu, nossa, eu quero ser uma professora diferente, eh eu não quero ser a professora que eu vejo aqui. O ensino aqui em São Paulo é muito diferente do interior. Eu tenho como referência muito boa o que eu estudei no interior. Eu vejo que as escolas são mais eh, dedicadas e os alunos são mais dedicados. E na escola que eu estou lecionando é a eja, né, Educação de Jovens e Adultos. Então é mais complicado porque eles já são um pouco atrasados e tem uma certa rejeição a transformar o ensino. Então você tenta ensinar de uma forma e vê que eles não vão acompanhar. Mas assim, foi muito boa, eles nem perceberam que era o meu primeiro dia como professora, porque fiz de tudo para que parecesse que já estava formada já há algum tempo. Não pode jamais falar que você é recém-formada, que eles não vão respeitar muito bem. E se falar ainda que está estudando, então eles não sabem que eu estudo ainda, pensam que eu já formei. Alguns começam a fazer perguntas quando você formou, ah, faz um ano, faz dois, mas assim, eu não posso falar, porque é por uma questão de respeito, né, para com o professor. Mas foi muito boa, eu gosto.
E você ensina literatura ou gramática? Eh
Depende do momento que falta o professor. Às vezes o professor deixa um conteúdo para que o eventual passe. Aí eu tenho que passar o que ele deixar. Se eu conheço o assunto, eu posso falar, eu posso ajudar. Se eu não conheço, apenas eu vou passar o ponto. Mas quando é português, é gramática. E eu tenho mais um, não um projeto, mas. não um projeto formal, mas meu de trabalhar só com redação. Então, eu ensino muito para eles sobre redações, textos. Então, tenho material já para isso, aí eu vou mais nessa área. Por estar no ensino médio, eu falo sempre que eles são obrigados a fazer uma redação por dia. Eles não gostam. Mas eu tento ajudar nessa parte, porque eu tento mostrar para eles que mesmo que você não vá para uma universidade, que a maioria fala que não vai, Eles vão enfrentar uma seleção de emprego, eles vão enfrentar uma disputa qualque, em qualquer área que eles estiverem, eles vão ter que transpor ideias. Então, eles não sabem escrever, transpor as ideias, não é nem escrever, é colocar lá o que eles acham. Então, eu tento ensinar isso. Aí quando é uma aula de literatura, que eu sei alguma coisa, eu também falo. Não é a sua aula ainda, você não tem a sua aula, então eu não posso entrar numa matéria que o professor ainda não falou, para não misturar as ideias. Aí por isso que eu sigo mais no ramo da redação, textos, diferentes, para mostrar mais essa parte, deixar um pouco a gramática para o professor. Mas quando o assunto tem gramática, aí eu entro com a gramática.
Quando você escolheu fazer letras, você já tinha feito comunicação? Não
Um mês só de comunicação eu tinha desistido.
Ah, um mês, que é que seus pais acharam disso?
A minha mãe sempre, rola aquele assunto, minha filha, isso não dá dinheiro. Mas aí eu disse, no momento é o que eu posso pagar. E eu acho que eu posso ter afinidades com isso. Hoje eu falo para ela, eu não errei na minha escolha, porque eu gosto. Talvez um dia eu volte a fazer comunicação, porque eu também gosto muito. Aí já já já vai ser fácil, porque eu já fiz letras, eu já tenho a parte da escrita que vai me ajudar, eu já tenho aquela coisa de não ter a a dificuldade, né, na hora de escrever, então vai me ajudar. Só que eu não, não acho que eu errei, porque eu gosto de ensinar. Por sempre querer estar à frente, até tenho é como, é um problema para mim, porque na hora de aprender eu estou querendo saber o que ainda não foi dito. Então, às vezes tenho dificuldade, porque eu quero ensinar o que ainda não aprenderam. tem uma certa dificuldade na hora de ensinar, porque você quer ir para a frente e eles ainda estão lá atrás.
Teve algum motivo especial para você ter escolhido essa
Não, foi mais assim, eh eh questões financeira, qual era o melhor preço, não estava tão longe, e foi e foi onde a minha amiga tinha estudado, então ela falou, considero que seja mais barato para você poder pagar, então não teve uma escolha especial, não.
Você falou que fez um poemeto na primeira semana, né, você escreve poesia, esse tipo de coisa.
Escrevo e eu não sei se é poesia. Agora eu estou aprendendo a reconhecer os textos que eu escrevo. Alguns eu posso dizer que seriam poesias, outros são reflexões. E desde adolescente eu gostava de escrever o que acontecia comigo e algumas coisas eu vi que era bem literária, porque era bem assim. Tinha aquela coisa de poemas no meio. Eu não sabia que estava escrevendo. E eu eu gosto de escrever muito com rimas. Na literatura, é mais difícil escrever com rima. Ao mesmo tempo, se torna fácil quando você já sabe que palavra vai rimar, mas a gente não domina o vocabulário. Então, demora aprender trocar palavras, usar sinônimas e tal. Mas eu sempre gostei de escrever com rima.
E você que escreveu, você consegue inventar uma coisa na hora, assim, para falar, que dá vai um resumo, vai, conta a minha vida em duas rimas, em duas, em um estrofe. <laughs>
Tenho tanta coisa escrita que eu vou escrevendo justamente para não me perder. Quando vem as lembranças, os momentos, eu escrevo. Porque aí eu sei que eu não vou esquecer aquilo. Às vezes você lembra e na hora de escrever você muda tudo. Porque eu já se, já cheguei a escrever alguma coisa e depois achar que não era aquilo, aí eu mudava tudo de novo. Mas nesse dia eu escrevi algo porque era o tema, era a escolha. Aí eu escrevi algo que era mais ou menos assim. Escolha, solidão, não. Ai meu Deus, é muito difícil recordar. Eu tenho tudo gra, guardado em casa, mas recordar assim. Hum Escolho a comunicação para sufocar a timidez.

Ai, escolho viver por medo da morte, escolho. Ai, não lembro, tem muita coisa. Sei que no final a fra, terminava assim. A frase final foi um complemento de um amigo da sala. A escolha é uma, é uma equação de igual na Como que ele expôs?

A escolha é um sinal de igual na equação da vida. Então, a gente usou esse final dele para compor o. Porque cada um tinha que escrever com a palavra escolha qualquer coisa. A maioria escrevia mais uma redação. Eu consegui pôr o mais voltado para a poesia, porque eu achava que eu tinha que rimar ou colocar alguma coisa. Eu fiz ideias contrárias, na verdade. Hoje eu sei que eu fiz. Era uma ideia contrária à outra. Escolho uma coisa ao invés de outra. Escolho viver por medo da morte, escolho o dia. Ah, eu escolho a noite para esconder os defeitos. Era alguma coisa bem assim. E eu guardei, e sempre que vem na cabeça eu escrevo. Geralmente a gente é inspirado por alguns momentos. Momentos de amor, assim, de paixão, aí tem aquela inspiração para escrever. Aí eu escrevo muita coisa, mas lembrar é
Difícil. Não consegue fazer uma rima agora?

Não sei. Uma frase assim, inspiração, para deixar registrado. <laughs> Ah
Uma frase
Momento, na tua
É muito difícil, porque às vezes a gente tem que estar ali naquele momento de concentração, porque como já dizia lá o o outro, né, que poesia é noventa e nove por cento de transpiração e um de inspiração. Então a gente tem que estar ali mais assim pensando, refletindo qual palavra colocar, o que que vai ficar melhor. Como você começa a trabalhar com as palavras, eu tenho que aprender a substituí-las. Então agora fica mais difícil, porque antes você pensa. Nada que eu escrevi, eu escrevi assim, eu estava ali com o papel e a caneta na mão e alguma coisa me inspirava. E os momentos de solidão, como eu ficava muito fora da família, longe deles, eram o que mais me dava inspiração, porque eu gostava de escrever algumas recordações da infância, que eu sentia saudade, e a gente sempre costuma lembrar, tenho saudade do luar lá do sertão, isso é bem vivo, porque assim, era uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje, E eu aproveitava tudo isso para escrever. E quando eu estava apaixonadinha por alguém, eu sempre escrevia alguma coisa. Então, eu lembro de um poema que eu escrevi não faz muito tempo. Foi para uma pessoa que estava fora e foi inspirado na minissérie Hoje é Dia de Maria, que era totalmente poética. E eu lembro que eu escrevi, vem amado meu, tira minha dor, toma-me no teu bra, nos teus braços e cubra-me com teu amor. Nenhuma noite, nenhum dia serão maiores que a vontade de te ver. Vem e me torna parte do teu ser. Aí eu não sei, consigo me lembrar tudo, mas eu lembro que eu tinha, deixa eu ver se eu lembro pelo menos o final, eh Não consigo, é muito grande, esse é grande. Porque eu fui compondo conforme eu ouvia as falas da personagem, que eram todas rimadas. Aí eu comecei a observar que ela não estava falando, eh não era uma prosa, era uma prosa em rima. Aí eu comecei a observar e tentava imitar. Que usava muito essa coisa do amado meu. Aí eu aproveitei para fazer isso. Hoje eu sei que eu posso mudar. Tenho que mudar algumas coisas, melhorar as rimas, né? Para deixar um pouco mais rico. Mas eu vou escrevendo assim conforme está, está saindo, sabe? Está sentindo. Aí depois se eu achar que não ficou bom, eu refaço. Mas eu costumo ir pela inspiração. Por isso que é meio difícil você falar, faz uma frase aqui, né?
Você disse para a gente que você veio muito para São Paulo porque você queria trabalhar, você queria ter sua independência. Eh O que você fez com o seu primeiro salário?
Eu sempre fui muito econômica, eu queria guardar uma parte para que eu pudesse, ao final do ano, eu tenho que ter alguma grana. Mas eu acho que a primeira vez foi ir para o shopping comprar roupa, que é a coisa que toda mulher faz. Eu vou comprar alguma roupa nova, porque aquela coisa, eu fui criada com minha mãe e meu pai dando tudo, a gente não escolhia nada. Você tem o que eu posso te dar. Por isso que a gente sempre foi muito humilde. Até hoje as pessoas acham estranho porque a gente trabalha tanto. Você não precisa, não. No fundo eu nunca quis o que era do meu pai. E ele nunca ensinou que a gente deveria viver com o que era dele. E sim buscar o que for seu. Então eu queria, desde novinha eu vendia Avon, vendia todas as revistas que tinham para ganhar dinheiro. Se aparecia alguém oferecendo alguma coisa para vender, a gente queria vender. A gente não queria que ele desse, a gente queria ganhar o dinheiro. E a minha mãe incentivava isso. Você quer um dinheiro? Venda isso aqui hoje. Então, a gente não tinha aquela coisa. Eu quero esse brinquedo, eu quero essa roupa. Você vai ter o que eu posso dar. E a gente aceitava muito bem. Não tinha reclamações. Mãe, eu não posso? Não, não pode.

Ficava emburrado, mas não tinha. Aí, depois que você tem o primeiro salário, lógico, eu vou comprar aquilo que eu quero. Hoje eu posso comprar o que eu quero. Eu acho que eu fui para o shopping comprar roupa.

Foi o que eu fiz. E você lembra qual foi desses trabalhos todos que você teve desde Que você saiu de casa? Qual foi o trabalho que mais te marcou? Você teve assim que você mais
Na verdade, todos esses estavam. Teve, eu trabalhei numa metalúrgica também, como operária, porque eu queria registrar minha carteira. Não tinha como arrumar emprego aqui, né? Mas eh, foi só para registro e depois eu saí rápido. Então, o que mais marcou, acho que foi quando eu trabalhei na rua. Quando eu era vendedora porta a porta, na época da lançamento do Bip, que hoje foi substituído pelo celular. Era o, era a moda, então tinha muita saída e eu vendia muito. E eu conheci muito a região de São Paulo através daquela época. Teve um momento de aprender a se relacionar em grupo, trabalhar em grupo. A questão da disputa, você vai ter que vender mais. Então, ali eu aprendi que eu tinha que me superar. No momento que eu não estava bem, que eu não conseguia vender, no outro dia eu tinha que vender em dobro. Então, foi uma assim, me ensinou a buscar a superação do dia seguinte, que eu não tinha conseguido no dia anterior. E conhecer o mundo, assim, você, eu, a gente vive muito de aparências. E naquela época eu descobri e pude perceber que quanto mais a pessoa demonstra ter, menos ela tem. Aí eu entendia também essa coisa do meu pai, essa humildade que ele tem, ele não quer andar de roupas bonitas e arrumado, ele quer ter uma vida boa, que para ele se resume em ter uma casa confortável, um carro bom, viver de, comer bem. E eu percebia que quanto menos as pessoas tinham, mais elas se desfaziam do que elas tinham, porque a gente vendia mais aquilo em regiões pobres, em favelas, enquanto que as pessoas que mais tinham dinheiro, elas não abriam a porta para você, porque ou tinha medo, ah, vai me assaltar, ou podia achar que aquilo não era, eh, não era eh, como se diz, não é correto, isso pode ser um contrabando, não sei. Então, tinha muitas reações ruins da parte de pessoas e a aparência, ela atrapalhava, porque tinha pessoas que achavam, se eu bater nessa casa porque ela é bonita, vai sair uma pessoa toda chique e vai comprar. Então, isso me ensinou. E no comércio também. Trabalhava em loja e eu pude perceber que quanto mais a pessoa estava ali eh, todo bem arrumado, menos ele gastava. Então, a gente tinha essa coisa de, a gente tende a ir para o lado material, de achar que o bem ah, bem vestido tem mais dinheiro. E muitas vezes a gente via que não era assim, que às vezes uma pessoa entra muito simples de chinelo, ela vai pagar à vista em dinheiro e vai levar mais. Então me ensinou, me ensinou que a aparência não é nada, que as pessoas mais simples, elas são, elas sabem o que querem, elas não fazem nada eh de impulso, dificilmente compram por impulso. E a assim a dar valor às coisas simples, porque as pessoas mais humildes eh, não tinha vergonha de ser atendido por uma pessoa como eu, porque eu deixava a pessoa muito à vontade, eu não queria que ela se sentisse diferente, porque ela estava ali Simples, talvez até de chinelo e se sentir vergonha de pedir uma coisinha baratinha para um vendedor. Então, nunca deixei um cliente constrangido por isso. Eu deixava o mais natural possível. Valorizava demais a pessoa que estava ali. Então, não sei, eu sei muita coisa me ensinou. E trabalhar na rua ensina muito. Ensina demais o tempo inteiro.
Além dessas aulas que você dá, você tem algum outro trabalho?
O outro trabalho que eu estou no momento é na cantina, porque é da minha irmã. Eu estou lá, tenho que atender, tenho que fazer lanche, tenho que fazer salgados, estou aprendendo, porque ela sempre dominou isso e eu nunca quis, porque eu sempre dizia que eu não ia trabalhar em cantina, só ia se fosse minha. E agora até tenho a possibilidade de se tornar minha, onde eu estou. Então, eu faço de tudo, porque no fundo a gente quer ser independente, não trabalhar, não ter patrão, <laughs> e porque é um emprego que, na verdade eh, funciona como a escola, então você vai ter férias, você vai parar em. feriados prolongados, e eu queria ter vida, eu estava cansada de loja, não aguentava mais. Aí eu larguei tudo no ano passado e eu não quis mais saber de loja porque eu queria parar, dar um tempo, descansar e queria alguma coisa de segunda a sexta, todo mundo quer. Mas como a profissão ainda não dava para entrar diretamente e se dar bem com a escola, aí a minha irmã estava precisando de ajuda e eu dei uma força para que depois ela me retribuísse. E está sendo dessa forma. Retribuição não é financeira, ela é depois como ajuda para que eu fique para mim. Então, está indo assim, então Além da escola, praticamente é só lá mesmo, no ambiente da cantina, da lanchonete. Gosto, até achava que eu pudesse não gostar, porque assim, a gente trabalha muito eh serviço fi, corporal, né? Eu sempre trabalhei muito com a mente. Mas por eu trabalhar tanto tempo com a mente, eu fiquei cansada, mais estressada. Tinha que raciocinar muito como que eu ia atender, como é que ia ser aquele dia. Então, hoje é mais eh, mais light, eu chego lá, eu sei que eu preciso fazer as coisas que eu preciso assar, que eu preciso cozinhar e atender bem. Atender bem eu sempre fiz, então não era difícil para mim. Sempre soube atender. Então, não vejo dificuldade. Até gosto, porque gosto mais das crianças, são muito carinhosas. Lá dentro eles me chamam de tia e quando eu estou na sala de aula é professora, porque já são adultos, então aí à noite os adultos são proibidos de chamar de tia. Aí eles sabem diferenciar isso, quando eles na cantina eles me chamam de tia e quando eu estou na aula é professora. E eu quero, assim, eu tento o possível passar mais respeito porque eles não podem perder essa referência de que você é um professor e não um amigo. Para não, da daqui a pouco, estar lá na cantina zoando comigo, né? Então, eu tento ser o mais sóbrio possível com eles quando eu estou na cantina.
Você acha que mudou muito a sua vida profissional desde que você saiu de Minas e veio morar aqui?
Lá eu nunca trabalhei. Eu não tinha, assim, aquela referência de emprego. Lá não tem emprego. Lá você inicia ajudando no comércio, porque o emprego lá é assim, ou você tem Alguém te oferece emprego numa loja, num supermercado ou na prefeitura. Eu não vivi, eu não pude viver isso. E nunca quis. Mesmo quando meu pai estava de vereador, a gente nunca viveu dependências de prefeitura. E aí eu achava assim, que aqui eu poderia ter esse crescimento não só financeiro, que dificilmente a gente consegue ter aqui, mas assim, eh pessoal. Porque eu descobri que mesmo lá, vivendo lá, tendo, ganhando bem, eles não têm esse crescimento. A mente é fechada, eh não consegue acompanhar a evolução das coisas e aprender com aquilo. Então, para mim, era tudo, era valorizado. Para mim, tudo o que eu fazia estava me ajudando, eu ia aprender com aquilo. Então, nada que eu fiz, eh me decepcionou. Mesmo quando eu trabalhei como empregada doméstica, eu, eu descobri que eu tinha habilidades domésticas. E que eu aprendi com a minha mãe, lógico que, morando fora, morando sozinha. E mesmo quando eu trabalhei na metalúrgica, que eu aprendia tudo muito fácil. Mesmo que era serviço braçal, eu tinha um domínio. Então eu, eu tinha, eu pude perceber que eu tinha como eh descobrir minhas habilidades e valores. E lá eu não teria, talvez. Só estudando, fazendo a faculdade e voltando naquela área. Eu não podia mudar de emprego. E aqui não, eu tive a oportunidade de experimentar um pouco de tudo.
E você pretende um dia
Para lá, propriamente, eu não pretendo. Minha mãe até acha que a gente nunca pode falar não. Mas, assim, eu não consigo me ver morando lá. Porque quando eu fiquei um ano lá, eu me senti muito mal, assim. Eu não gosto mais das pessoas cuidando da minha vida. Aqui, meus vizinhos não sabem o que eu faço, onde eu vou. E lá vo, tudo que você faz, todo mundo sabe. Eu não gosto mais disso. Eu não consigo mais viver assim. E eu gosto dessa coisa de opção que aqui oferece. Eu tenho hora que eu quero, onde eu for, eu vou encontrar. E lá não tem nada, então eu começava a fazer comparações o tempo inteiro. Ah, eu não tenho isso, se eu estivesse lá agora eu estaria em tal lugar. Então eu comecei a sentir muita falta daqui. Eu moraria numa cidade de interior, eu pretendo até, falo que eu vou, mas assim, próxima de um grande centro, mais evoluída. Lá mesmo, de coração, não é a intenção voltar.

Ah, eu sou uma pessoa sonhadora vinte e quatro horas. Eu falo que eu sonho andando, mas é que às vezes a gente não sabe como é que a gente vai fazer para realizar tantos sonhos, né? Antes eu tinha sonho de que eu iria me tor, me profissionalizar, fazer uma faculdade, ia me dar bem com isso. Aí com o tempo você descobre que seus sonhos terão barreiras e que nem sempre vai superar, né? Aí eles passam a ter outra dimensão. Não sei, eu tinha sonho. Sonhos ou desejos, não sei classificar assim. Sempre, como toda mulher, queria casar, ter filhos, ter uma família. Como eu sou de interior, não sei se é forte, mas tem muito o lado família. De ter uma casa, de cuidar da casa do marido. Sempre tive isso, de família mesmo. Sempre fui muito família, protetora da casa, assim.

Desejei muitas vezes ir para o exterior, porque eu queria conhecer pessoas diferentes. Sempre gostei de estrangeiro, <laughs> de outras, saber outras línguas, mesmo que eu não aprendesse, eu queria saber como é que era. Tenho muita vontade de ir, ainda tenho essa vontade de ir para o exterior. Mas, assim, não sei se eu vou falar assim, eu tenho um sonho. Acho que a todo momento eu tenho um sonho. E aí eu descubro, não, esse sonho eu não vou poder realizar. Não tem aquele sonho, desejos. Cada hora surge um desejo novo. Ah, eu desejaria agora que eu, ir embora para o exterior. Ah, eu tenho um desejo, como eu falei, de escrever um livro com a minha vida. Eu tenho um desejo de me casar e ter filhos. Mas eles vão acontecendo, assim, com o tempo. Os sonhos, eles mudam muito. Quando eu era criança, eu tinha vários sonhos. Hoje, eu já não sei mais se aquilo era sonho ou se era utopia. <laughs> Então, não sei te dizer eu tenho um sonho agora, assim. Talvez as coisas vão se realizando e esses sonhos, a gente acaba nem Percebendo que eles já se realizaram, né?
Hoje, assim, na sua trajetória?
Uma lição que marcou a minha vida? Vamos ver se eu. Tudo marca na vida da gente. Tudo me marcou muito, porque como eu sempre estava longe da minha mãe e longe da família, eu tinha que aprender a me defender sozinha, eu tinha que aprender a agir sozinha. Então, tudo que eu fazia, eu fazia com princípios de referência que eles me ensinaram. Então, eu nunca consegui ir contra os princípios deles. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia, porque eu me lembrava que aquilo não não era a maneira com que eles me ensinaram. Então, mesmo morando fora desde os quinze anos, nunca tive um momento de decepção para eles, assim. Sempre fui muito cabeça, tinha personalidade formada desde essa idade, ninguém nunca conseguiu fazer minha cabeça. Morei com pessoas que fumavam, que se viciavam em algumas coisas, eu nunca consegui fazer nada, porque os princípios que eles me ensinaram eram muito forte em mim, então eu não conseguia perder aquilo, referências, né? E Me marcou tudo, assim, momento que quando eu Estava eh estudando, que eu levei pau na faculdade, deu tudo errado, meu pai começou a me crucificar e eu decidi que eu ia me virar sozinha. Então, aquilo para mim foi uma, foi um desafio, porque eu era até então sustentada por eles, eh tinha minha mãe ali para fazer as coisas, eu sabia fazer, a gente aprendeu muito cedo a fazer as coisas em casa, mas eu não sabia como seria morar sozinha, longe de todo mundo, longe de parentes. Até aí morava com parentes. Era um desafio. Então, para mim, foi forte aquilo. Foi como se você falasse assim, eh você saiu de uma família legal e vai ser operária. Mais ou menos assim, no aos olhos das pessoas, né? Mas eu queria. Eu queria provar que eu era capaz. Que eu ia dar conta daquilo. A minha mãe duvidou. Você não vai ser dona de casa porque você não vai dar conta. Porque eu sempre fui uma criança fraquinha, chorava muito, tinha medo de tudo. Ficava doente, chorava muito. Aí eu falei, não, eu vou superar isso que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês que vocês me ensinaram, agora eu vou mo mostrar que eu posso. Então, foi um momento assim que marcou nessa época, porque eu tinha que mostrar para as pessoas que eu dava conta daquilo. E para mim mesma, que eu ia vencer. Então, eu tive dificuldades com essas pessoas que eu morei. Houve uma pessoa que me humilhou muito e aquilo foi assim, enquanto ela me humilhou, ela fazia com que Eu ti tivesse força para que ninguém mais me humilhasse. Então, do mesma forma que estava machucando, estava me dando força. Então, eu aprendi a me defender sozinha. Aprendi que eu não podia ficar chorando quando alguém me desse uma bronca que eu tinha que dar também em troca. Assim, de uma forma, me defender mesmo. Então, tudo o que eu fazia marcava. E marcou muito os momentos de balada com as amigas, as coisas que aconteciam com a gente, que as mães nunca poderiam saber, assim, as loucuras que a gente fazia.

Então, eh a presença dela sempre vai ser forte na minha vida, porque, assim, aqui a gente viveu muita coisa juntas. Hoje ela é casada e eu sou madrinha de casamento.
Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Queria te perguntar o que é que você sentiu em contar a sua história aqui para a gente, como foi dar seu depoimento?
Eu gostei porque, na verdade, as pessoas falavam assim, você fala muito. E eu sempre gostava de ser ouvida, queria que alguém me ouvisse. E quando eu começava a contar alguma coisa, as pessoas, ai, para, já falou muito, chega. <laughs> é Ai, você emenda muito. E tanto que na hora de escrever, haviam amigas que perguntava de onde você tira essas coisas. Eu falo do mo, da minha cabeça, porque dos meus sentimentos, quando eu estava escrevendo, elas achavam assim, que aquilo não podia ser uma escrita comum, que eu tinha que estar, não sei, talvez em transe para escrever aquilo. Não era, para mim era fácil. Porque nesse momento que eu ficava isolada, As minhas ideias não tinham com quem falar. Então, eu tinha que pôr todo o meu sentimento em papéis. Então, eu escrevia muitos diários, eh muitas reflexões, porque eu já sei que não eram poesias, são reflexões. Eu escrevia muito. Então, assim, eu achava que um dia alguém ia ter que me ouvir. Alguém. Eu tenho que contar a minha história. Para mim, quando apareceu essa oportunidade, foi muito bom. E a minha irmã ria muito em casa quando eu falava que eu ia gravar um depoimento da minha vida. Aí a minha irmã ficava rindo e falava, não para de falar nesse assunto. Aí eu, é porque é diferente, né? Eu não sabia que isso era possível. A gente quer um dia, acho que todo ser humano tem uma, a história dá um livro, da vida de qualquer pessoa dá um livro. A gente quer contar isso, mesmo que resumidamente, lógico, tem coisas que a gente, não, vamos direto, mas dá para contar e eu gostei muito, foi muito bom. Através da amiga a gente descobriu, e eu estou aqui por causa do projeto da faculdade, que a gente propôs como um produto final uma gravação, uma autobrio, biografia dos alunos né, em áudio, em vídeo, ou em até mesmo na forma de redação. Mas aí as meninas descobriram o museu e a gente decidiu que alguém deveria gravar para expor, para mostrar como seria. E aí, como todas estavam muito ocupadas, a a pessoa

Escolhida fui eu <laughs>